E o nome dos seus pais?

Eles nasceram em São Paulo? Seus pais também?

E a origem origem da da sua De onde eles vieram? do Brasil?

A origem da família do meu pai é bem brasileira.

E aqui se instalou, que tinha um parente, um tio,

Todos os filhos nasceram lá, uhum.

De lá ele veio para São Paulo. E em São Paulo começaram os grandes empreendimentos dele. Ele sempre trabalhou com café fino de exportação em Minas e Rio de Janeiro. Depois ele resolveu aqui fazer um...um loteamento. e comprou a gleba, que é o bairro Sumaré, i-i... fez o bairro Sumaré. Sumaré por quê? Porque Sumaré era uma flor que ele viu no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que era muito linda, uma orquídea. Então, tudo dele era Sumaré.

O barco que exportava as bananas das fazendas dele de... de litoral era também Sumaré.
É... <laughs> E como que era a sua relação com esse seu avô...? ah...
Era muito próxima, porque eu sou a neta mais velha... Eu...

Então ele tinha, assim, uma palavra, um carinho com todo mundo, mas não era só com a gente, não. Com todos que se aproximassem dele. O que precisavam, queria saber tudo. Ele não dava uma esmola, ele dava uma palavra, dava a amizade dele. Era uma pessoa muito querida e muito respeitada, uhum. Morreu com setenta anos.

O primeiro que foi para lá foi meu pai, quando se casou com minha mãe. E de lá você avistava aquela São Paulo que hoje você não vê toda, mas era um frio danado, uma garoa terrível, mas um lugar muito agradável. Teve tudo. A gente tinha uma fazenda dentro do Sumaré. Nós tínhamos cocheira, picadeiro, cavalo, tudo mais. E ele ajudou a construir a igreja.

Qual que é o nome da igreja? um? O nome da igreja?

Que é uma das igrejas, né? Está lá no Vaticano que eu vi, uhum. Mas a a igreja é maravilhosa. Antes era só um convento de pais franceses, que viviam em casa. Porque éramos poucos ali, era pouca casa. Estava tudo se fazendo, uhum. Foi fazendo, fazendo, fazendo, até que chegou a televisão lá também. Nós, crianças, saímos da rua e entrávamos na televisão e voltávamos. Conhecíamos todo mundo. Era muito engraçado. Parecia uma cidade dentro da cidade de São Paulo, uhum. Foi uma infância muito rica.
E os seus pais? Como você descreveria os seus pais?

E casava muito pai, com com os primos se casavam, misturavam sobrenomes.

Eu já tinha um primo que era para casar comigo. Era muito engraçado isso, porque se fechava aquela clã. E ele teve dez irmãos. Então, era uma família muito grande. Só que ele era dos mais novos. Tanto que um sobrinho dele casou com a irmã da minha mãe. Isso que eu achei graça, porque eu tenho um primo que ele também é sobrinho da irmã da minha mãe. É tudo confuso, sabe? e... E é engraçado, mas a família dele era uma família tradicional de fazendeiros, uma família reconhecida, tudo, né? E ele, quando casou-se com a minha mãe, ele ficou totalmente o genro queridinho do meu avô. Foi dele a responsabilidade da abertura das ruas todas do bairro Sumaré, as curvas de nível, de uma maneira suave, toda a arborização.

Quando caiu, mais uma se foi. E o traçado lá de Frem do Cemitério, você pode reparar que é irregular. Uma rua é maior que a do outro lado.

Queriam derrubar as árvores, ele não deixou. já estavam aqui, quando vocês fizeram a traçado. <laughs> Só que quando elas caíram, vocês mudam direito. E assim ficou, uhum. Gostava, sabia o que era certo para cada lugar, onde plantar, sabe? Era uma coisa que ele gostava, era dele. i-i... realmente ajudou muito o meu avô, porque ele tinha negócio... Você pode ver as distâncias de época para se chegar. Rio de Janeiro era a capital, não é? <coughs> Era para ir para o negócio do Rio, negócio em Santos, em Caraguatatuba, ele delegava muito. Mas, ele... não era o dinheiro que era importante para ele. Era realmente a, ele era um empreendedor e sempre teve um monte de amigos. Mas é uma pessoa que realmente se deve prestar uma homenagem, porque quem conviveu com ele teve a felicidade de conhecer uma pessoa maravilhosa, que eu não me esqueço. Eu gosto de passar esse depoimento até para os netos mais novos.

Então, realmente foi um prazer estar fazendo esse depoimento.
E a sua mãe? Como como é que era... sua relação com ela? Como que ela era? minha mãe
uma gracinha. Ela tinha um metro e meio e meu pai tinha um metro e oitenta e quatro. Então, ele antes não queria casar com ela porque ele disse que ele não era cabide de armário para ela ficar pendurada <laughs> E ela era uma gracinha... Quando os outros quiseram casar com ela, ele veio correndo, sabe? <laughs> Mas ela era alegre, faceira, tudo estava bom, sabe? Vivia cantando as coisinhas dela, contando casos, era uma gracinha mesmo, hum... E meu pai era um homem muito bonito, tinha um metro e oitenta e quatro, com olhos verdes, e ela pequenininha. <coughs> Mas muito faceira, muito engraçadinha. E sempre ali, cuidando dos filhos todos. Nós crescemos todos juntos ali, né? Os filhos da dos irmãos também. Só que nós éramos mais velhos, aproveitamos mais o avô e a avó, né? uhum. As festas todas.
Então, o o se seu pai trabalhava com o seu avô? Sim, e a sua mãe cuidava da dos filhos, ficava mais em casa? é, mesmo porque o meu avô não parava...

Uhum. Qualquer coisa que você fizesse era longe. Eu lembro de viagens esquisitíssimas, de sair de um tempo, entrar em outro, não sabia onde eu estava. Sabe? E os carros eram todos importados. Não tinha nada desses hoje, né? Então, imagina, o papai comprava por folheto o carro, vinha buíca ou desmobil, para andar naquelas terras de lama, sabe? Era muito engraçado. Mas nada impedia que a gente fosse pros lugares.

Somos todos aventureiros nesse aspecto <laughs> No bom sentido, né?

Uhum. Era muito bom. E como que era o cotidiano nessa nessa sua casa? Era cheio de gente? como era que...

gente Porque as irmãs moravam perto, então era aquela alegria, convívio, tudo.

E era uma verdadeira fazenda. No natal, ele ganhava muito presente. Era porco, era peru, era fruta, era vinho, era tudo. Então, a gente se divertia, porque eles davam pinga para o peru e a gente ficava andando <laughs> A gente achava aquilo uma graça, aquele monte, tinha até pé de castanha portuguesa no quintal. Tudo era feito como se lá fosse uma fazenda. Eu me lembro da minha avó fazendo travesseiro de pena. Sabe o que é Meus filhos não sabiam. Tem um negócio que você estica o fio para virar fio a paina da árvore. Sabe? Então, os travesseiros todos eram de paina. Então, certas coisas, as empregadas deviam ter mãe, escrava, coisa assim, porque a minha mãe, quando estava grávida, a empregada carregava ela. para descer a escada. Eram umas coisas que não existem.

Morreu uma naquele mês. Então, quando ela ficou grávida da outra mulher, carregava, não desce a escada, não faz nada. Não se sabia nada de medicina e erre agá. Quando eu fui ter meus filhos, eu não sabia se ia ter homem ou mulher. Tinha que esperar ver acender a luz azul. Azul, eu cor-de-rosa na hora <laughs> Sabia nada. Então, era a verdadeira aventura. E eu nunca tive medo, assim, sabe? Tinha uma alegria de estar grávida, que só Deus sabe. Tanto que eu gostava de ver criança, minha avó. Até hoje, os netos bem sabem disso.

São meus amigo. E.. e nessa casa eh onde vocês moravam, então, você tinha uma irmã mais nova, nove anos mais novas, tem mais algum irmão? o meu irmão,

Tinha um irmão que era o mais velho.
Ah, tá. Então, você é do meio.
Eu sou do meio. Esse adorava montar cavalo, tinha um cavalo árabe que dançava para conquistar as meninas, aquela coisa toda, né? uhum. Era um playboyzinho.
<laughs> O nome deles?

A minha irmã casou-se com o primo do meu marido, hoje nós temos o mesmo sobrenome.

Mas eh a família se

e é muito gostoso isso, viu?
Uhum, muito gostoso. Então, você estava falando das casas, dessas várias casas próximas, por exemplo, você tinha de frente para a sua casa Descreve o que que você estaria vendo na sua frente, como que era essa casa, <laughs> se era grande, pequena... Como que
Olha, era uma casa assim, que descortinava a vista em São Paulo. Então, olhando a casa, era que, só lembro de momentos felizes. Da jabuticabeira, que era uma delícia. Meu pai, quando ficou bem velhinho, ele ficou cego. Então eu trouxe um banco, que era do meu avô, lá da praia, que está na minha casa hoje, para ele chupar jabuticaba, que era a alegria dele. Nunca reclamou que ficou cego, só falava que Nossa Senhora foi boa com ele, tocava piano maravilhosamente clássico. Minha mãe também formada em piano clássico. A casa era uma alegria, uma alegria. Não tinha reclamação. Se você perguntar para qualquer pessoa no Sumaré, puxa, que saudade das festas na casa do seu pai. E era verdade. Ele era um homem bonito, de olho verde, bem alto. E era muito faceira. Então, toda casa era uma alegria. Até festa junina, parava o bairro de construir, fazer trabalho no bairro, de abrir rua. Todos os empregados faziam uma festa junina. A entrada da casa era inteirinha de bambu. Os empregados faziam os balões. Teve um balão que eles fizeram de nove bocas.

Isso era coisa do vovô, né? Porque festa junina ele adorava, festa de São João... Eu nunca soube que era proibido jogar no bicho <laughs> <laughs> Tinha um cara que ia <laughs> vender bilhete, acho que nem ele. Sabe? E sempre tinha que tomar o vinho do Porto com ele, era sagrado. E minha mãe queria pôr gema naquele vinho do Porto. Eu falava, vô, só tomo com você se você tirar a gema.

Era português, gostava.

mais velho, uhum. Sempre amigo.
E quais que eram as brincadeiras favoritas de vocês nessa casa gostosa?
A liberdade total, né? Uhum. Em frente da casa do meu pai tem uma rampa que vai lá para outra rua. O que a gente escorregava no coqueiro para descer a rampa. Alguém que segurasse lá embaixo <laughs> Sabia andar a cavalo, andávamos muito a cavalo. Depois, quando veio a televisão, era assim uma coisa engraçada, porque a gente saía de casa e entrava na televisão. Subia a torre. Eu só tinha menino comigo, era meu meu irmão e meu primo. Ou eu ia com eles ou eu não brincava. Então, a gente subia na torre.

Eu falei, pelo amor de Deus, <laughs> inventa outra coisa! <laughs> <laughs> Era muito engraçado.

Nós brincávamos, juntos. Uma brincadeira sempre ao ar livre. Porque a televisão chegou em cinquenta, acho, por aí. E aí, se tinha uma em algum lugar, até alguém conseguia ver alguma coisa, sabe, uhum. E era assim, muito também. E a igreja, a igreja, a missa, nossa senhora, punha talherzinho, pele, tudo, era chiquérrimo. Uma vez quiseram separar um banco só para o vovô. Ele falou, não, senhor, eu sou igual a todo mundo, eu sento em qualquer banco. Estava a família inteira. Era muito gostoso, porque a gente era gente lá, dentro da cidade, né, uhum. Todo mundo conhecia.

Eu falei, que absurdo! Isso é porque ele já conhece a gente, né? Não tem quase ninguém aqui. <laughs> E era assim, eu falo para os meus filhos, que eu nunca soube assim, <coughs> o mundo materialista que é hoje, tudo é materialista, né? Uma venda de coisa atrás da outra. E eu não tinha essa noção de valor de dinheiro. Primeiro porque eu tinha conta até na Copenhague, na Barão de Tepitininga. O escritório do meu pai, do meu avô era lá. Então quando a gente, vovô descia para vir para cá, já tinha uma senhora com raminho de violetas para ele trazer para vovó. E eu tinha a copenhaga ali que eu falava, põe na conta do vovô, põe na conta do papai. Eu não sabia quanto era, mas era assim, bobagem. Era dantópica, adorava aquelas coisinhas geleinhas. Então era um mundo muito diferente, que você podia andar solta, sem perigo. Tinha muita estrangeira no Sumaré também. E era uma coisa gostosa, porque hoje é um apelo comercial em tudo que você faz. Estão esquecendo até as relações humanas, né? E essa
Mais rica. E essas idas ao centro, que você falou que o escritório do seu pai e do seu avô era lá no centro, na Barão de Itapetininga, isso? é isso? é. Como que era, você iam muito para o centro? para ir lá?

Distante, né.
A gente tinha...

Tinha motorista. Porque nós estávamos morando afastado, né?

Então eu ia com um buíque vermelho lindo que meu pai tinha no dia que esse carro quebrou que foram me levar com com o caminhão da companhia que plantava a árvore Ah, não! Tinha que parar dois quarteirões antes porque eu não ia <laughs> descer no colégio de caminhão <laughs> Não tinha nada, foi posto o transporte depois, uhum, sabe?

Sabia disso? Então... tinha que fazer muitas atrações para o lado de cá para eles virem.
As pessoas tinham medo de passar no cemitério?
Passa no cemitério, passa num hospital de doença contagiosa para chegar lá, né? Uhum. Demorou para fazer o bairro, mas veio logo muito estrangeiro, porque o clima é o lugar mais alto, né? Uhum. Até hoje ainda dá para você ver as montanhas lá embaixo.

E essa escola que você falou, Félia Fonseca?

Só que era um colégio só de menina. Eu ficava furiosa que eu não podia ir. Então, eu ainda cheguei para o padre que era o reitor e falei assim, sabe o que eu vou fazer se você não deixar eu estudar aqui? O vovô não vai mais fazer quermesse da em junho para você. Ele falava, filhinha, não pode entrar menina. Mas eu tirei o meu recalque que minha filha estudou lá.

excelente aluna <laughs> uhum. Mas a escola onde você estudava, qual a primeira lembrança que você tem da, dessa escola?

Ofélia Fonseca? Uhum. Me paparicavam muito. Eu não gostava. Porque minha mãe já estudou lá. Minha tia já tinha estudado lá. Mas foi um colégio espetacular. De ensino? Uhum... Exigente. O francês que eu sei é de lá até hoje. Maravilha! Eu já tinha muito esporte também, uhum. E é engraçado, né, porque a gente não esquece da cantina, do que eu adoro sempre <laughs> Eu era bem paparicada. Eu fiz uma poesia de encerramento do ano para Santos Dumont. Ganhei prêmio de um sobrinho dele. E também a música de despedida do colégio. No colegial fui eu que fiz a letra, uhum. Era um colégio muito bacana.
Você estudou a vida inteira na mesma escola?
Estudei oito anos.

Fazer secretariado, porque era um colegial secretariado, uhum. Aí foi mais passeio, porque tudo que eu estudava no outro, não precisava estudar mais nada, <laughs> só as matérias novas. Mas teve um inglês ótimo lá também. Inglês eu sempre estudei, desde os nove anos.

Era brincadeira para mim, uhum. Ganhava estrela de ouro e dava para o meu amigo, que a mãe era brava, e eu pegava a dele de prato <laughs> e trazia para casa e ninguém ligava, sabe? Então era, assim, colégio muito bom.

Toda a família estudou lá, das mulheres.

Minhas amigas são as de lá até hoje, uhum. Todo mês a gente se reúne, tem almoço. É uma delícia.

nove de Julho. Bonito colégio, uhum. E lá só tinha a nata da sociedade, né? E a gente fazia a campanha das missões.

Ele falou, não vou dar dinheiro para você porque você não vai trabalhar, você não sabe com quem você está falando. Eu falei para ele <laughs> O cara não queria dar dinheiro para as missões que a gente tinha que pedir. Mas a gente se divertia muito lá. Fiz só lá o colegial. Depois eu não fiz a faculdade. Para casar com outro. Ia para uma fazenda. Então, sabe, a vida da gente às vezes é elevada, né? Hoje, as minhas mulheres hoje são maravilhosas. Faz o que quer, onde quer, o que quer. Entrou, entrou, não entrou. Qualquer coisa mais deixa, né? Todo mundo toma seu rumo e se faz. Tem ganhos e tem perdas.
E dessas... das duas escolas, tem algum professor que te marcou, que você lembra com carinho?

que ele me incentivava muito a escrever, porque eu gosto de escrever. E fazia muita poesia, tudo com versos decassílabos, Alexandrinos, era tudo muito certinho, uhum. Era de professor. De canto, não, porque eu sentava dormindo na aula dele, mas eu gostava muito dele. <laughs> Era muito cedo para chegar lá, uhum. E a de latim que me fez repetir um ano que ninguém me devolve, porque eu tinha medo dela. Eu era muito tímida. Eu levantava, gaguejava, ela mandava eu sentar com menos zero vírgula cinco. Menos meio do negativo. Não tinha jeito de eu recuperar. Mas é engraçado <laughs> E o que você queria?

Eu fiz um curso de literatura muito bacana, literatura brasileira e portuguesa, uhum. E inglês, assim, sempre... tinha um jeito de estudar alguma coisa a mais. Agora, a gente é melhor a praticar viajando, né? Muito bom.
E, nessa época, você tinha algum, alguma vontade do que você queria ser quando crescer, alguma coisa assim? ou você não pensava muito?
Queria ser quando crescer Eu não tinha assim Eu bem queria era casar, uhum. Casar, ter meus filhos, no... Nunca pensei assim numa profissão. Na realidade, eu fui educada para ser mulher de qualquer um. Porque eu sabia falar várias línguas, eu tinha bastante cultura, sabe? E muito relacionamento. É engraçada a vida, era outro ritmo. A gente era educada para casar. Ainda bem que eu casei, né? Imagina! Não, mas se não fosse para eu ter quase casado com outro, eu ia fazer a faculdade de psicologia, que ia começar, porque minha mãe não ia me deixar estudar em um colégio misto. Acredita isso? Então... Eu... tive que... eu ia esperar um ano para a faculdade de psicologia que eu queria, e nesse um ano mudou a minha vida. Casei. Ia casar com um, casei com outro rapidinho. Então, no...mudou tudo. E sempre foi ótimo, viu? Ele era super... Meu marido tinha três diplomas, dois de engenharia e um de administração de empresa. Mas como que foi isso? em um ano você mudou de ideia? Como é que foi? vocês namoravam? Não... Mudei de ideia... <coughs> Não mudei de ideia não, quem mudou de ideia... Foi o primeiro <laughs> mas como é que foi? você conheceu As distâncias eram muito grandes. Ele morava longe, no interior de São Paulo. Então, ele perdeu a mãe no caminho, no acidente, teve umas coisas, a gente mal podia se ver, mal se falava, né? Então, ele vinha a seiscentos quilômetros, ele vinha de Jeep para me ver, uhum. Então, depois ele voltou a namorar com uma parente dele lá, ele era campeão de polo, fui ver se... Mas quis voltar comigo
Não quis mais. Mas foram os seus pais que arranjaram o casamento? como é que vocês se conheceram nesse primeiro
É engraçado, eu nem sei como é que eu conheci mais ele. Acho que foi por causa do meu irmão, quando ele se casou, meu irmão, que eram todos conhecidos lá, uhum. Tudo fazendeiro. Ah, mas foi tão bom ter casado com o meu marido, ele era tão inteligente, tão citadino, sabe? Nada de fazendeiro, aham. Então, a gente viajou o mundo inteiro. E a última viagem dele, já estava sabendo que ele estava com câncer. Mas ainda estava muito disposto. Perguntou para onde você quer ir. Eu quero te levar aonde você quer. Perguntou, responde. Quero ir para Tailândia e quero ver as muralhas da China. Fomos. Aham. Foi a última viagem maravilhosa que nós fizemos juntos. E éramos bem divididos. Eu cuidava das crianças, dos filhos, da escola, do médico, do que fosse. E ele trabalhava, ele trabalhava bastante.

Depois ele começou a construir com o meu pai, que para mim foi a época mais feliz da vida, quando a gente fez a nossa casa, uhum... e já estávamos com a família estruturada, né? Ele era filho único. E depois foi pegar essa empresa americana que veio para Brasil, que é de encadernações, plastificações, que ficou com ele até o final. Mas depois vendemos a empresa. Quando ele faleceu.

Faleceu há oitos anos já.
Uhum... Mas vamos voltar um pouquinho... antes de... de tudo isso acontecer, você conheceu esse primeiro rapaz, qual era o nome dele?

Já correu também, pode falar. <laughs> Mas como é que era, assim, vocês saíam?
Que nada, é tudo platônico.

lá Aqui, aquela coisa... não... mas mesmo aqui em São Paulo, Amigos sempre eu tive. Muitos amigos. Assim fies. Aliás, a minha melhor amiga, que era companheira desde pequenininha que morava no Sumaré, numa casa, acho que era de um cônsul, acho. Tem até um relógio de sol. Uma coisa interessante. Essa morreu num acidente. Só ela dentro do carro morreu, uhum. Essa era que nem irmã. A gente comprava uniforme igual de uma escola para dizer que a gente estudava junto e era mentira. Só pra dizer que a gente estava sempre juntos, era uma judiação. Quando ela morreu, eu com quinze anos para dezessete, uhum. Foi muito difícil para mim. Porque outras duas que eu tinha, todas moram na Holanda. Até veio uma me visitar. É engraçado. E tem mais uma que comprou a casa do meu avô, que tá lá. Uhum... Naquele mausoléu, porque ela diz que só restaurando, <coughs> uhum.

Mas a gente já não tem mais tanto contato.

E vocês saíam, vocês iam para onde passear assim nessa juventude? Cinema...Uhum.

Cinema, ia tomar lanche juntas. Assim, coisa pouca. Eu vivia muito dentro da família. Depois a gente viajava muito de férias. Meu pai tinha casa na praia e tinha fazenda. Então a gente era muito família mesmo. Família era Ela era pequena, mas era muito unida, porque veio com o meu avô para formar, né? Então não era tão grande. A gente ia muito para Minas, <coughs> lá para Varginha também. Era gostoso
E vocês iam muito para Varginha? Ia. Iam. E para praia também...?
Para praia.

Meu avô, quando desceu a serra,

Ele desceu de burro <coughs> Não tinha jeito. A estrada até hoje é ainda meio ruim, sabe? <coughs> Mas daquele traçado que desciam os cavalos, os burros, é que foi feita a estrada. Tanto que não tinha contato com aquilo, era tudo mar. Dele sempre tudo foi pelo mar. De lá que eles exportavam a banana. Tem fazendas, ruínas maravilhosas por lá de lá, hum... Para quem quiser conhecer, sabe? Em São Sebastião, com lugares para fugir dos índios, sabe? Tinha tudo isso, uhum.

Sumaré, né... O mesmo nome do daqui?
É. E tem o nome dele na Praça do Fórum, tudo.
O nome do seu avô? Ia todo mundo? a família inteira ia? Como é que era?

Até eu, já com três filhos pequenos, ia, uhum, ia... Ia, todo mundo enjoando na estrada <laughs> sempre <laughs> Ai, que tragédia.

Ele vinha de trem. De lá eu pegava os filhos, tudo, ele nem via roupa, nada de filho. Eles já chegaram dentro do carro pronto, a mala dele pronta, entrava e a gente descia a serra, que eu também ia guiando, uhum. Sempre eu gostei de dirigir, sempre. Meu irmão teve um carro espetacular, foi feito sob medida por um grego riquíssimo daqui de São Paulo, casa com o meu primo. E meu irmão comprou o carro. Então eu lavava o carro para ele deixar eu passear. Eu dirigi <noise> dirijo... Muito antes de ter carta, eu já dirigia tanto que eu gostava. Qualquer coisa, trator, caminhão, tudo eu dirigia na fazenda. Caçava com ele também na fazenda, porque eu só vivia com menino. E meu irmão tinha esse carro maravilhoso. Mas quando a gente ia para praia, meu marido entrava no carro de convidado, praticamente. Porque já tava a mala arrumada, as coisas arrumadas, as crianças arrumadas, já chegavam dormindo <laughs> Eles acordavam, não sabiam onde estavam, felizes da vida. Eu criei os filhos engatinhando para o mar. Passava três meses por ano na praia, aham. Ah, era uma delícia. Com meu pai e minha mãe, que eram companheiros ótimos. As crianças adoravam, e eles também.
Então, vamos voltar só um pouquinho antes dos filhos nascerem, eh... Então, você estava nesse, nesse ano e aí você conheceu o seu futuro marido como? Como é que foi? No ano o quê? No ano que você terminou com o... O colegial? Isso.
É, aí foi u que eu fiz outros cursos, né Fiz curso de italiano, italiano brasileiro. Fiz o curso da Academia Paulista de Letras, uhum. Era assim, muita festa. Tinha aquelas escolas de dança da Madame Posse Leitão. Olha que veleira. E a gente ia na casa do doutor. Uma casa maravilhosa no Pacaembu. Um americano também. E tinha aula. Lá eram verdadeiras festas. Era assim uma sociedade bacana, sabe? Bem fechadinha. Então, eu tinha muito convívio. E estudava. Isso numa época pequena, porque lá eu casei, né?
Uhum... Mas como é que você conheceu
Meu marido? A minha vizinha queria casar com ele. Eu tenho culpa <laughs> Ele não quis <laughs> <laughs> Eu dei um ano para ela ainda. E ela falou, eu não quero. Ele está querendo saber de você. Minha mãe está achando ele uma pessoa tão interessante. <laughs> Que engraçado falar uma coisa dessas. <laughs> Aí ele
Começamos a namorar um ano depois. Então ele frequentava muita região por causa da sua vizinha?
Porque ele era de outra religião. Ele era protestante e eu católica. Então essa minha vizinha era protestante. Então eu não ia. Depois quando nós casamos, nós casamos em toda religião. civil, religioso, protestante, tudo. E eu adorava o pastor dele, um santo homem, bom demais. E ele adorava os padres de São Luís, que ele conheceu, fizemos corte casais, tudo. Não tinha nada que nos separasse, imagina se Jesus vai separar alguém, uhum. Mas eu me dava muito bem com todos eles.

Meu filho, minha filha, primeiro, foi batizada na igreja católica, com o meu tio que fez o parto, foi o padrinho. O segundo foi na Protestante, já grandinho. E a terceira era um desempate.

Eu falei, está bom. Eu não tenho vestido. Eu falei, pera, eu não comprei um vestido branco. Ela disse, não, eu comprei um vestidinho azul. Agora vai, é cor de Nossa Senhora. É esse mesmo. Mas era assim. um pessoal que conhecia a gente, entende? uhum. Entendiam algumas situações, porque não é religião que ia separar, então tinha que contentar todo mundo, né, uhum... Então foi assim, sempre muito tranquilo essa parte, uhum...

sei

Muito bom. Hoje eu acho que ele é muito bom mesmo. Mas eu não gostava de ficar Passava <laughs> o dia na janela. Acostumar com aquela largueza de um bairro inteiro, né? Uhum. Chegar e ficar presa na janela.

Mas a gente ficou pouco tempo lá, porque o pai dele faleceu . No infarto, nós tivemos que morar na casa da mãe. Eu grávida. Lá fui eu, na casa da sogra com Com duas crianças pequenininhas e grávida de outra. Não foi fácil a acomodação, porque a vida dele não mudou, né, uhum. Continuava trabalhando tudo, mas a minha mudou completamente. Ainda tinha que cuidar da sogra, coitada. Foi um baque, né? Mas sempre tive muita paciência, até que nós construímos a nossa casa. E aí ele construiu. Foi muito bom, porque daí eu fiquei no Jardim das Bandeiras, aqui pertinho, substituindo o Madalena. Perto dos meus pais também, que eram super companheiros das crianças i-i E aí eu trouxe a sogra comigo. E alugamos a casa dela, porque lá já era comércio, tudo à volta, então... E eu não dormia, com barulho dos ônibus passando, aquelas coisas...Uhum, aí ela veio para cá, porque ela foi para um apartamento dela. Mas é o que eu sempre falo, a gente precisa respeitar todos os mais velhos, né? Aham. Todos os dias eu ligava para minha mãe, para minha sogra, para ver como é que eu programava o meu dia, para ver o que elas precisavam de mim. Eu gosto muito das pessoas mais velhas. Aprendi isso com o meu avô.

E ele obrigava as crianças a dar comida para os velhinhos. Aquilo me comovia profundamente, sabe? Às vezes eu levava um guaraná e ela falava assim, deixa o resto debaixo da cama, amanhã eu tomo mais um pouquinho, sabe? Eu tenho uma pena de velho, porque eu acho que o velho vira criancinha, sabe? Indefeso. Nossa, eu tenho o maior carinho, sabe? Respeito também. E eu aprendi isso com ele. Tanto que eu fazia uns bazares de bijuteria, eu mandava todo o dinheiro lá para o asilo. E ele fez um mausoléu lá para ele, o túmulo dele em Varginha, que é lá perto, para ele e para o tio que trouxe ele de Portugal e para mulher. E faz muitos anos que eu não vou lá. Passei muitas férias lá, mas nunca mais fui de casada assim., e... E... eu mandava tudo lá pros velhinhos. Tanto que eu acho que é uma pessoa que a gente tem que ajudar os mais velhos. Não pode deixar sozinha, solidão é terrível. Eu vejo agora, eu que sou viúva, Minha vida mudou. Mudou. Eu não tenho, assim, jeito de sair sozinha, como tem minhas amigas solteiras. Sai tudo, vai jantar sozinha. Eu não tenho esse hábito. Se for com outra amiga, eu vou. Mas eu sozinha, não vou.

É engraçado, né? Sai uma lanchonete, uma coisa assim, né? hum. Mas eu saio bastante também. Eu gosto.

Minha casa é uma casa de festa, de reunião. Sempre tem um monte de gente. Eu agrego a família de todos os lados. O máximo que eu posso.
É casa de festeiro. Mas vamos voltar mais um pouquinho de novo, então...

Você e seu marido e aí E aí nasceram... Nasceu o primeiro filho nessa casa, foi isso? eu fiquei

Nasceram dois.
Quais são as mães deles?

E aí você engravidou da terceira?

E aí foi quando vocês mudaram... É, a gente não sabia sexo, não.

na Lapa, entendi. E como que foi a gravidez, ter os filhos?
Eu só engordava o resto, passava super bem, super disposta. Eu fazia ginástica da primeira filha lá na maternidade de São Paulo. E ainda catava as outras que já não dirigiam mais e eu tinha um Fusca. <laughs> Que horror! Cinco a barriga para dirigir aquele Fusca <laughs> Hoje é tudo automático, né? Meu carro é uma delícia. É velho, mas é ótimo. Mas eu dirigia tranquila, na minha vida não mudava em nada, só tinha azia, mais nada, uhum. Tudo normal. E eu falava, não quero nada, eu vou ter filho normal, que nem índio, pronto. Não tinha medo de nada. Graças a Deus foi tudo bem, né? Agora, o meu filho nasceu com o braço junto, com quase quatro quilos. Me deixou bem larga. Mas aquele foi duro de nascer, o esforço foi tão brutal que eu teria um feito cesariano hoje, né? Não se sabia nada. Até o olho tremia de esforço que a gente fazia.

Nossa senhora, os avós babavam, né? Meu marido e filho único. Eu, das netas, era mais velha. Nossa, babava. Então, minha mãe era uma coisa com eles, sabe? Era a alegria deles, sempre foi.

Na época era meu filho não, porque parecia um pouco o pai. Tinha uns olhos claros, assim, cinza azulado, sabe? Queriam que ele fosse modelo. Tão bonito que ele era como criança. E ele tinha aquela vergonha, não queria nem abrir o olho, tanto que falava do olho dele, sabe? Mas eram, assim, crianças alegres. viviam com carinho, sabe? De pai, de mãe, de avô, de avô, de todo mundo. E pros meus so

A mais velha. Ah, meu Deus. Pode contar já? Pode <laughs> Ninguém vai acreditar. Porque eu estava já meio enjoada e sempre fui uma pessoa toda regradinha, certinha, sabe? Um físico ótimo, graças a Deus. Daí eu falei, ah, não. Está demorando, acho que eu estou grávida. Mas queria saber antes do meu marido vir no fim da semana, porque queria fazer a surpresa para ele. Ele nem se ligou, mas queria fazer a surpresa.

E a freira falou, você traz um sapo. <laughs> Aí eu cheguei para o caseiro lá, que ficou quarenta anos com o meu pai.

Ele foi falar para minha mãe que eu estava ofendendo ele, mandando ele caçar sapo. Aí eu falei, não, não, ela tem que fazer um exame lá na Santa Casa. Aí eu levei. Depois eu cheguei lá, a filha falou assim, não é sapo, é rã. Aí eu falei, ah, claro, né? Está bom. Então eu falei para ele, não é sapo, é rã. Lá foi ele caçar rã <laughs> Trouxe. Daí eu levei lá na Santa Casa e eu sabia lá o que iam fazer. Aí ela falou assim, né, você está grávida. Eles injetam, acho que urina, sei lá o que, da gente, não sabe, la rã. E ela tem uma reação. Então, eu estava grávida. Nossa senhora, eu fui esperar ele. Comprei um monte de boneca, todo mundo com boneca. Quando ele chegou, ele falou, eu já sabia. Eu falei, finge que é surpresa. já sabia <laughs> Ah, mas foi muito engraçado aqui. Ninguém acredita nisso. Não tinha nada lá. É, parto normal, maravilhoso, meu sogro médico, meu tio.

Preocupadinho, você não sabia se fazia carinho em mim, meu tio, se ficava lá para ver se a criança tava nascendo. Assim, foi muito tranquilo e eu não tinha medo de nada. Não tinha mesmo, foi assim, natural. Hoje todo mundo quer fazer cesárea, né? Eu acho que é só para marcar a hora de nascer. O meu não. Nasceu fruto maduro. Os três foram de partos normais... Três partos normais.

O do meu filho, se tivesse algum método, não teria sido normal, porque ele nasceu com o braço junto. Quatro quilos. Não foi fácil. Eu acho que eu empurrava um prédio inteiro com o esforço que eu fiz. louco, uhum. Mas nasceu perfeito, maravilhoso, um meninão lindo. Até os olhos tremiam.

Não foi fácil para mim, né? Como é que foi a sua... Morar com a sogra, na casa dela, aquele clima de morte.

Ela pegava o telefone e dizia, cadê meu avô, telefonista? Procura meu avô, que tinha morrido o avô, né? Procurava dentro dos armários. E eu chegava com um tralha de criança, visita de monte. O meu sogro era um médico fantástico e boa pessoa. Ele saia lá com a reverenda, cuidando de muita gente durante a noite também. Ele era uma pessoa muito boa e um excelente médico. Então, não parava de ter visita. Meu Deus do céu! E à noite, criança chorando. Era duro mesmo, né? Mas a gente tem mocidade naquela época. Tudo leva na... faz tudo o que precisa.
Uhum. Então, o seu ma

Todos os aparelhos de portáteis. Lá ele começou a construir junto com meu pai, que meu pai tinha muito terreno. em Santo André, tinha chácaras. Então, eles começaram a fazer loteamento de casa. Se eu tivesse uma daquelas casinhas hoje, eu ia estar feliz, por causa do capricho que o meu pai fazia com as coisas. Podia ser sobrado, que fosse um do lado do outro, com vila, com grama, com tudo. Era uma coisa linda, é o que fazem hoje, né? Mas, com aquelas coisas, o meu pai tinha uma mania de armário enorme. Cada armário dele, acho, dava um banheiro nessas casas de hoje. Sabe, tudo era assim. Espaço, sabe? e com muito capricho. Então eles começaram a construir, foi tão melhor na construção, até ter aquela época que parou o financiamento pelo bê ene agá para casa da pessoa. Ficou uma defasagem total, né? A última casa que nós tivemos, nós demos. Porque invadiam, não vendiam, não tinha mais financiamento. Então o Brasil é um tipo do país que muda as regras do jogo durante o jogo. Essa é a pior coisa. Então, você começa um propósito, fazer uma coisa, de repente, não é mais aquilo. Então, não tinha mais bê ene agá Isso ocasionou uma porção de mudanças na vida. Aí ele voltou ver essa oferta para ver essa empresa americana de Chicago, para fazer a montagem desse tipo de espiral aí. Encadenação, plastificação. Ele vendia as máquinas e ele, inclusive, parou a importação, ele começa a desenvolver dentro das fábricas, porque ele era engenheiro, né? E eu tive também a minha minha empresa de encadernação e classificação de emprestador de serviço. E naquela época, perto do Collor, você não conseguia nem material para trabalhar direito. Aí chegou uma vez no meu escritório, eu nunca trabalhei. Só xeretei né, a vida toda e acompanhei ele. Mas aí veio no meu escritório um juiz, um desembargador, que queria que eu fizesse o primeiro caderno de votação de São Paulo. Falei que a capital era toda a São Paulo, todo o estado de São Paulo. Aí ele falou, se ela me arranja uma capa assim, não sei o quê, não sei o quê. Eu procurei, procurei, só achei uma cor. Daí eu falei, na outra reunião, eu falei a ele assim, olha... Ele falou, eu quero a capa azul. Eu sou um homem poderoso, pode falar, eu quero. Eu não sou poderosa, eu não consigo. Eu só tenho verde. Ele falou, então faz verde. Tão bonzinho <laughs>

todos os cadernos de votação do Estado de São Paulo. Não podia errar uma folha. Se errasse uma folha da perfuração, tinha que ir para o Prodéspere, lá longe, com segurança, e voltar para ninguém deixar de votar. Foi assim, das oito da manhã às dez da noite. Feito louca.

Fazia tão rápido naquela máquina os negócios, coordenava direitinho, me ajudou muito, umas funcionárias boas que eu tinha consegui fazer. Não foi brincadeira, não. Também quando eu fui votar, falei, meu nome está na terceira folha, eu corto o nome do lado direito <laughs> Como é que a senhora sabe? Eu sou evidente. <laughs> Que coisa inteirinha, meu Deus do céu! Não é brincadeira, foi um belo trabalho, mas logo depois eu vendi a empresa, que eu tinha que cuidar de pai e mãe que pediam. Meu pai, pelo amor de Deus, filha, não fica trabalhando, sabe aquela coisa antiga? Porque sempre tem funcionário que era malvado, fizeram umas besteiras lá. Ele falou, vem cuidar de mim, por favor. Eu pago porque você não trabalhar. Eu falei, não é porque eu trabalho, é porque eu pago. Eu gosto. Lá eu não faço nada, só mando e ainda ganho dinheiro, pai. Falo para ele.

Mas eu tinha o suposto da empresa do meu marido, que ele vendia os materiais, né? Então, quebrou a máquina, ela veio o cara na hora arrumar as coisas. Mas a copiadora aguentava quando não tinha muita encadernação para fazer. Mas aí eu vendi. Vendi a empresa. Foi uma pena. Acho que ela deu lucro quando eu vendi <laughs> <laughs> Foi o lucro da venda. Mas é... É gostoso trabalhar. A gente se sente u

mas não deu. E aí, então, você parou de trabalhar e voltou a ficar em casa cuidando dos seus pais? é.
Meu pai ficou cego na velhice. Ele não sabia mais nada. Muda o dinheiro. Ele perdeu muito dinheiro porque estava em um banco que faliu com a míndia. E muita coisa. Ele era um homem que era assim, se ele for... um aristocrata, que era de uma finura, sabe... Não reclamava, não brigava, sempre ajeitava. E era de família já, de muitos irmãos conhecidos. Mas, enfim, ele... Depois, na velhice dele, ele não tinha mais a segurança. Mesmo ele foi soldado em trinta e dois, na revolução de trinta e dois. Pegou asma, ele era oficial. Quando ele faleceu, eu, engraçado, não sou de brigar pelas minhas coisas, <coughs> mas de pai e de mãe, sair de baixo, porque eu vou em cima. Fui até no governador.

Pergunta para ela quem eu sou. Ela sabe, ela conhece meu avô, eles moraram todos aí. O meu primo namorou uma delas. Então, eu falei assim, eu não vou falar besteira. Se o senhor quiser, eu levo minha mãe de noventa anos que ela está agora. Ela vai até aí para você ver que não é mentira. E ela tem direito a uma pensão de soldado de trinta e dois. Um salário. A gente só ia brigar por um salário hoje. Mas briguei. Deram todo o retroativo. E ela ficava feliz que o marido deixou aquilo para ela. Era um direito dela. Uma gracinha.
de trinta e dois? como é que... meu pai era soldado...
Trinta e dois Eu não tenho nada mais, uhum... Mas ela... teve... Era um salário, dois salários, sei lá. Uhum... Para receber.
Mas o seu pai costumava contar as histórias de quando ficou?
O meu pai, não... Meu pai ficou com asma na revolução... trinta e dois, ah... ele... em todos os lugares que ele falava para buscar gasolina. Aquilo era ouro na época, comunicação. E ele teve que ficar acampado lá em Paraibuna, pegou asma lá na friagem, uhum. Ele era um bonito de olho verde. Achei a carteira dele disso, porque eu tive que desmanchar a casa. Minha casa tem de tudo. Achei a carteira dele, não joguei fora. Claro, você ia jogar fora, né? Trinta e dois. Achei ele tão bonito, disse, ah, vou mostrar para os meus filhos. E por acaso ficou lá. Aí o governador falou assim, olha, o ajudante dele, também chamava Geraldo, eu só posso mandar a pensão se tiver a carteira de soldado trinta e dois dele. Você acha que alguém ia ter? Mas eu tinha. Falei para ele, olha, o senhor perdeu, porque eu tenho a carteira. Sem querer, eu achei essa carteira na mudança que a minha mãe vendeu a casa, e eu achei ele tão bonito que eu queria mostrar para o meu filho, por acaso está na minha casa. Aí ela recebeu a pensão. Senão ela não ia receber. Nem que eu levasse ela lá para provar, uhum... Então ela... Ele falou a senhora... Me venceu
Claro, e aí o seu seu pai faleceu, quando quando foi?
Quando meu pai faleceu? Nem sei o ano que foi. Ele morreu com
Uhum, já faz algum tempo? já.
Já...Uhum. Já faz tempo. Meu marido faz oito anos que morreu. Ele já deve ter morrido há uns doze, onze anos, doze anos
doze anos mais ou E aí a sua mãe continuou morando
Na mesma Vem morar comigo. <laughs> com quem você vai morar? Porque tem outra irmã, né?

O quem você vai morar?

Nem falou comigo <laughs>

Não, ela sabe tudo a tempo e a hora. O jeito dela <laughs> falar era muito engraçado, sem nada. E ao médico, se eu não fosse junto... Não, não, você sabe mais que ele <laughs> Era aquela confiança que dava dó. como os velhos viram crianças, né? uhum. Alegre. Mas ela era muito alegre. Quinta-feira, ela ia jogar no Clube Holmes. Se se matava ninguém, precisava falar que é quinta-feira. O que ela não queria descer para tomar café, porque a minha casa tem escada e ela não gosta. Já descia pronta de colar de pérola, tudo. Prontinha com a bolsa para ficar lá embaixo para esperar a hora de ir para o jogo. Tinha a motorista dela. Ela era a mais velha. Já tava com quase noventa anos. E ela falava a motorista que podia levar os outros que eram mais velhos. Ela era a mais velha. Só para ela passear <laughs>

morava Marido.

Minha mãe. Fez noventa anos em agosto, ele morreu em setembro. Ele só desceu para ver o bolo dela, porque ele já tava muito definhado. Mas ela... ficou tão alegre de fazer noventa anos <coughs> E eu falei, eu não posso fazer nada, só estava cuidando dele, né. Aí contratei um bufê de uma amiga, minhas filhas. <coughs> E ela falou, o que você quer, vó? Só flor cor-de-rosa. Tudo era cor-de-rosa. Ligava para mim, cadê a sua mãe? Qualquer coisa cor-de-rosa, lençol cor-de-rosa, flor cor-de-rosa, o que você quiser. Ela ela adorava isso, adorava a vida. Alegre, faceira, por isso que ele casou com ela. Bonitinha. Mas os dois jogavam muito bem, tinham uma memória ótima. Não esqueciam de nada. Coisa boa, né? Ficar velha, assim, qualidade de vida. Mas também tinha uma filha que ajudava, viu? <laughs> Bastante. A outra não podia ajudar tanto porque estava morando mais longe, mas é claro, era a

né. Já. Seus filhos? Meus filhos.

Casou, como ela queria. Feita princesa, aquele vestidão, rendão. <coughs> Linda. Muito bonita ela é. Tem olhos verdes, que nem o pai. E tem um filhinho, que eu já mostrei para você.

Com o olhinho azul lindo.

Camila. E tem dois filhos, todos parecem ela. Nenhum tem os olhos dele <laughs> Mas são lindos os dois, sabe?

A Helena me lembra a minha infância, porque eu era a única menina no meio de meninos. Ela também, mas ela se impõe que nem eu, brinca mesmo.

profissional, sabe? Lida muito com criança. Olha, filha, a vida te deu muito mais filhos que pros seus irmãos, eu falo para ela. Porque você cuida dessas crianças com a capacidade que você tem. Não, cada caso que aparece que recuperar para sociedade umas crianças com problemas, sequestros, estupro, gagueira, deficiências pequenas, maiores, menores, ela é ótima para isso. Ela tirou o meu recalque que ela estudou nos sete sapiens que eu queria e não consegui. Sabe? <laughs> uhum. Mora comigo ainda, mas sei lá, tem um monte de namorada, de repente jantar com a

Uhum... Como foi para a avô depois de ter três filhos?
Ah, é uma delícia. É uma delícia e eles têm uma avó muito ridícula, que eu acho, <laughs> porque a avó é igual. Eu tive até que fazer uma cirurgia o ano passado, essa perna. e estava andando com uma bengala.

Criançada toda vem para cima de mim, né? Então, eu falo, vó, sou vó de todos, você vai brincar de cavalinho? Só porque eu estava com a bengala. Olha que delícia! Ele, não, a vovó está com um dodói. Ele levantava a minha calça para ver onde era o dodói que eu tinha feito, olha a judiação... <laughs> Tem três anos, quatro anos, mas são muito pequenininhos ainda.

Mas você não vai brincar? Eu falei, vou. Hoje vai ter uma guerra de picão aqui nesse condomínio. Que que é picão?

Vocês não sabem nada. Vocês só ficam esses joguinhos, joguinhos, joguinhos. Você não sabe brincar? Vamos fazer guerra de picão. Peguei lá no mato os picõezinhos, com eles, todos caçaram, fizeram munição, tudo. Aí a minha filha ligou na portaria. Você viu minha mãe por aí? Ela tá fazendo guerra de pinhão. Não é pinhão, é picão, com certeza. Cada um que passava mandava o negócio, engrudava nas costas, picando, né? Bobagens. Escorregar numa caixa de papelão, empinar a pipa. Eu gosto muito de brincadeira ao ar livre. Nada de ficar parada na quadradinha da televisão. que me irritam, uhum, né. Mas eles são, vão lá em casa. Querem ver tudo o que era do avô. Impressionante.

O Enzo tinha um mês quando ele morreu. Eu tenho foto dele e o cara falou assim, pelo menos o meu nome continua, ele falou. E ele tem loucura para ver as coisas do avô. Domingo foram lá em casa, eu dei uma maleta para ele. vovô o que que tem aqui dentro? não sei. do vovô Era mais minha que da Falei, era também, da vovô. Daí eu falei, mas acho que eu consigo abrir esse segredo... Ele falou, já virei, já virei aqui. Eu falei, mas eu sei. O segredo é o número da casa dessa maleta. Aí eu fiz, sem querer, era mesmo, abriu. Aí ele ficou radiante, levou na escola ontem, minha nora falou <laughs> Levou três máquinas velhas fotográficas, umas medalhas do avô, porque o meu marido tinha um monte de medalha e troféu, né? Além do que era esportista também. Então, ele levou tudo, mas ele está se achando, sabe? uma gracinha. <laughs> uhum.
Eles fazem o que querem lá em casa. <laughs> i-i Voltando só um pouquinho, você tinha falado que você e seu marido tinham o costume de viajar bastante. Como que eram essas viagens? tem alguma que você... essas viagens? é...

Graças a Deus tinha... Ah, as duas avós para cuidar, né? porque nós viajamos bastante. Primeiro pelos negócios mesmo dele, que tinha que ir para os Estados Unidos várias vezes.

Então, uma vez, nós éramos oito países dentro de um ônibus na Guatemala. Mas se eu ia um dia para Guatemala, só assim mesmo, né? Aí fomos para Guatemala, foi divertidíssimo. Ficamos num hotel, parecia um Mediterrâneo enorme, sabe? Foi muito engraçado. No fim, quando souberam que eu era brasileira, se eu sabia fazer caipirinha, pronto. <laughs> Pararam o ônibus no supermercado compraram leite condensado, abacaxi, maracujá, o que acharam. E eu fiz para o hotel inteiro. Eu lembro da cozinha daquele hotel. Por favor, liquidificador. Não, não, liquidificadora. Fizemos, foi uma farra. Mas era muito divertido porque os Estados Unidos patrocinavam toda essa ligação da gente. Muitas vezes fomos para Chicago. O pessoal lá, os empresários mais graduais, me telefonavam para eu reservar um dia para comer a lagosta do Maine, que eu gostava. Hoje você reserva um dia para nós comermos um cheeseburger que você gosta, de bairro dos Willows, que é o Chorão Árvore, um lugar lindo.

Era, assim, muito gostoso. E eu tenho uma grande amiga em Chicago, que é a mulher de um dos diretores. Uma semana passada, ela me ligou para convidar para fazer um cruzeiro com ela. Eu falei, ah, não vou, não, filho. * não estou para isso. E ela falou, quando é que você vem para cá? Eu falei, num verão daqueles, <laughs> porque é muito frio lá. Mas é gostoso também ficar lá, sabe? Assim, na primavera... É bonito o lugar. Nós viajamos bastante. E fomos ao Japão. Em oitenta e cinco, nós fomos ao Japão ver aquela feira de Tsukuba. Meu Deus do céu! Como é cheio de <laughs> japonês aquele Japão! Anda para lá, anda para cá, anda para lá, para cá! É um monte de japonês! Eu falei, eu não aguento mais! É um bando na rua! Todo mundo! Filha, no metrô você não cruza! Eu falei, eu estou meio cansada! Caríssimo tudo, né, para nós! Mas ele tava alucinado, porque... Vendia chip de computador em oitenta e cinco na rua! Ele era engenheiro de eletrônica, adorava! Tudo quanto é maquininha... No fim eu estava tão cheia de ver computador, eu falei, vamos ver um Toyota, uma outra coisa... <laughs> Ele falou, não, não, eu vou de novo. Imagina, tem nunca melhor coisas para o meu computador. Eu falei, então fica aí, que eu vou sozinha no shopping center. Eu quero ver moda do Kenzo. Você vai andar sozinha em Tóquio? Com certeza. Porque na rua tem dois guardas com duas O que tem vermelho, eu falo inglês, estou salva <laughs>

Vou. E aquelas mulheres andando lá com os passinhos e eu ia atrás delas. Eu entrava no lugar, tinha gente que passava a mão em mim. Eu sou mãe do Clara, né? Então, achava... criança, sabe? Eu achava até engraçado, parecia um ê tê naquela época. Mas entrei numa sorveteria, ele falou para mim, sete horas no hotel. Eu falei, está bom. Aí no caminho tinha uma sorveteria, eu adoro sorvete. Ah, não, vou tomar sorvete. Não, não tem outra chance. E lá é diferente. Eles têm até lata de café, como se fosse uma máquina de Coca-Cola. Tanto que eles gostam. Cheguei lá, sentei, todo mundo já começa a rir. Só de eu olhar para minha cara naquela época, né. Hoje eu espero que seja bem diferente. Daí eu falei assim, você não fala inglês? Você não fala francês? Você não fala italiano? Então vem comigo. Vamos lá na vitrine, eu vou falar em português o que eu quero <laughs> Ela, vem comigo. Porque nas vitrines tinham todas as comidas feitas, arrumadas, os sabores, tudo. Porque todo mundo ia apontar o que quer. Porque quem que fala japonês? <coughs> Não dá, né? Então, eu sei que depois fizemos uma viagem, todo o interior do Japão, mas o que eu mais queria ver era a Muralha da China. Lindo, lindo. E fazer o cloisonné. Eu gosto de ver as coisas típicas do lugar, sabe? Bale. Bale eu amei. Não a praia. A praia, para nós, é muito mais bonita. Mas os costumes. Tem até um livro agora que fala disso, que é maravilhoso. Rezar, comer, orar, sei lá o quê. E os costumes de bares são diferentes. Cinco horas da tarde, coisas lindas, mulheres com aquelas roupas vermelhas. Então, viagem nós fizemos demais. Estados Unidos, acho que eu conheço mais que muito americano.

Europa. Fizemos quatro mil quilômetros dentro da França.

Daí foi uma viagem de estudante, fazendo piquenique pela estrada. Coisa mais gostosa, foi a melhor viagem da minha vida. Porque chegava no supermercado, eu não sabia o que eu comprava. O caro era a Coca-Cola, o vinho era barato, aqueles queijos maravilhosos, era tudo barato. Fazia o piquenique na beira da estrada, tinha todo o poço de gasolina, tinha um parque para você fazer o piquenique. As fazendas são do tamanho de um quarteirão lá na França. Então o fazendeiro fica na porta vendendo morango, explicava onde era o Brasil, conversava, dava aula de Brasil em francês <laughs> E era muito divertido. No minuto, você mudava a moeda naquela época, mudava o clima, mudava tudo. Pouco que você pega um carro, sai da Costa Azul, vai subindo para a Itália, passa na Suíça, já muda tudo. Acho que deve ser mais divertido que com o euro agora, tudo... <laughs> igual.

Mas foi muito bom, uhum. muito

E aí ú u seu marido faleceu quando foi que você falou? oito anos atrás? Hã? seu marido faleceu faz oito anos...

Foi muito difícil, né? Foi muito difícil, porque ele era assim, preenchia todos os espaços. Dinâmico, alegre. <coughs> Ele teve qualidade de vida praticamente até o fim. Fez uns tratamentos diferentes também. Mas aí a gente foi tentar tomar conta da empresa.

Foi muito confuso, até fechar a empresa. E vender, sabe? Daí voltamos para casa. Uma pena, porque eu sou muito ativa.

Então... voltei para casa de novo. Daí eu faço uns bazares de vez em quando, umas bijuterias que eu gosto. Coisa feminina, hum... Mais xereta que tudo. Não precisa dizer para você que eu ganho dinheiro, não ganho não.

<laughs> eu me divirto <laughs> Graças a Deus eu não preciso assim trabalhar.
O quê que você faz hoje? <coughs> olha...

Olha, realmente, a minha casa é muito grande. E eu adoro ela. A gente construiu, então, vou te contar. E ela tem, assim, casa de todo mundo lá dentro também, né? Tem dois quartos de empregados enormes, cheio de mobília. Ah, porque não vou jogar fora, porque não sei o quê, alguém pode querer, essa coisa tão fina, não sei o quê, menina, esse ano eu resolvi que eu vou dar uma limpa lá. Tem piscina aquecida, porque é casa de engenheiro, né?

E dá até trabalho para mim, sabe? Queima, às vezes, o motor e tal, mas... Ele, meu marido, fez a volta da piscina, uma filtragem, desce e cai no reservatório. Eu posso jogar para caixa, água pura, já analisei, para beber, tudo. A gente sempre faz sistematicamente uma análise. Bastou eu, minha filha e cachorro, uhum. Morreu agora meu pastor, eu só estou com shih tzu. Mas eu gosto muito de morar ali, pela localização, ah... É muito seguro, a gente tem guarda há anos e anos, toda a rua, revezando, vinte e quatro horas. Não só guarda, um passeia com o cachorro, outro abre para empregada. Sabe aquela coisa que parece que você mora no interior?, uhum. Todo mundo se conhece ali. Não as proprietárias, mas os empregados que funcionam. E começou aquilo por minha casa, porque eu fui assaltada dentro dessa casa uma vez. Mas ah... eu gosto de morar ali. Sei que está dando muito trabalho para minha casa. Hoje a gente não tem gente para ajudar, uhum. Mas... eu adoro ali. O dia que eu sair, eu vou sentir. Ficar num... Pegar um elevador para mim é morte. Já começa no coisa fechado, uhum. Eu gosto muito de ver. Se vocês tivessem o que tem de passarinho na minha casa, porque eu boto fruta, é delícia. Tem planta. É gostoso, sabe? Não tenho muita planta porque ela é encostada no morro, é alto. Não dá. Mas você ver fora, longe... eu estou lá no meu computador digitando, olhando lá fora. É tão gostoso, né, uhum.
Não parece que você está preso. você tinha comentado com a gente , você fez aulas de informática também? você tinha...
Olha, a gente não pode dizer que já fez, porque tudo muda, né? Então, agora é assim, <coughs> eu já fiz curso, o meu genro é um expert, o Paulo, casado com a Ana, entende tudo de informática, mas, sabe tudo, né? Eduardo, então, nem se vale. Mas aí, ele... a minha filha é psicóloga, ela tem que dar assistência para uma outra psicóloga, e... Então, ao invés da moça pagar para ela a assistência que tem que dar, ela dá aula para mim. Depois, almoçamos todas juntas... <laughs> Está ótimo. Me ajudou a fazer esse trabalhinho. sobre o vovô. É muito bom. Sempre tem gente em casa.

Graças a Deus... E hoje quais são as coisas mais importantes para você hoje? hoje?

Prestar uma homenagem para meu avô. Porque esse que eu acho bom, porque eu sou a neta mais velha. E eles se perdem, sem saber a origem das coisas... Porque é tão difícil você saber assim, por que eu tenho isso? De onde veio? Por que veio? Quem trabalhou tanto para a gente chegar onde está? E foi ele, que veio com doze anos, se fez sozinho. Com dezesseis, já estava no Rio de Janeiro. Pense na época, distâncias. Rio de Janeiro, se fazendo sozinho. Comprava café fino em Minas. Ele já logo viu o que era bom de Minas. Sabe...Ele tornou-se um dos maiores portadores. Então, ele se fez sozinho. O tio pode ter ajudado, mas ele era muito esperto. Ia para lá, estudava no Rio, estudava aqui, onde dava, e trabalhando. E isso eu acho fantástico, porque... é um exemplo de vida, de honestidade e de amor ao próximo, como ele sempre teve.

Hum? Tem algum sonho hoje? hoje? Uhum...

Sonhar, sonhar. A gente sonha sempre, senão não vale a pena a vida, né? Aí eu gosto de ver a família, o sonho da família unida, alegre, respeitando um ao outro as suas diferenças e que a vida continue nos deixando sempre agrupados, né? Uhum... Agora eu vou passar a páscoa na casa da minha irmã,

E vou com as filhas e um neto. O outro vai com a sogra <laughs> E assim é, né? Mas eu estou sempre... A minha alegria é estar com os três filhos e os três netos. Essa é a minha alegria.

Festa, né. Eu sou muito festeira <laughs> tem alguma coisa que eu não te perguntei que você queira contar para a gente? não...

Eu fiz para você um resumo todo da história dele. E inseri cada um deles, mais ou menos aí, né? As irmãs da minha mãe, ah um dos casos mais tristes que teve lá, que eu falei um pedacinho para você. Uma das irmãs da minha mãe, a mais nova, que era a mais amiga dela. Mais nova não, ela não era mais nova. Ela morreu de parto e sabia que ia morrer no parto. E uma dessas influências nefastas da igreja não deixou ela tirar a criança. Ou era ela, ou era a criança. Você vê, quando eu tive meu filho, como era retrógrado. Imagina antes. <coughs> Então, isso foi uma das coisas que abalou profundamente o meu avô. Porque a casa da filha era do lado da casa dele. Ele saiu da casa dele.

Sabendo. Sabe, foi uma coisa muito triste.

Esse daí, a gente está sempre junto. As tias criaram. Pois tinha ah... outra menina, mas ela morreu de parto. Para essa menina nascer.

Era mais nova e já faleceu. Isso foi uma coisa que abalou muito a família. Muito, porque você não pode lutar contra o que não dá para lutar, né? Uhum... Era muito difícil à época. Não se sabia nada. Enfim, mas isso aí foi o que abalou, mas não o que desmanchou família não, sempre fomos muito unidos, todos.

Como é que era? Chateaubriand é que levou a televisão Tupi para lá, uhum.

Está escrito aí na história dele. E era engraçado porque quando começou a televisão não tinha recurso nenhum, né? Quem tinha televisão era uma coisa, todo mundo ia ver naquela casa.

Eles botavam um monte de calça para rolar pela grama, cair lá embaixo, então a gente assistia tudo ali de casa. Depois, o jeito que eu tava brincando, entrava para ver programa de palhaço, mas não podia ninguém chegar perto para brincar comigo, que meu irmão já mandava pontapé para sair de perto. Era a má coisa. Mas muitos, se acabavam de gravar, iam brincar com a gente.

A Inês Itabarroso, Homero Silva, que era um dos prioneiros da televisão. Muitos. Tinha uma artista, a Jorge Agomídio, que não sei nem se está viva ainda. Acho que está. Ela ia a uma feira lá no Sumaré. Ela estava fazendo uma novela, que ela era malvada. Ela teve que sair correndo, porque ela ia apanhar das mulheres, <laughs> como se fosse verdade aquilo, sabe... Uhum... Foi muito engraçado ver começar a televisão.

É, a gente faz uma retrospectiva da vida, né? E a vida vale a pena ser vivida, viu? É muito boa, muito boa. Você tem uma família estruturada, é muito bom. Primos, irmãos. É isso que dá força para você enfrentar a vida, né? Eu já nem falo de casamento, porque hoje é tão difícil casar, né? Todo mundo experimenta daqui, experimenta dali, não sei, casa. Mas os meus dois filhos são casados. A outra ainda não conseguiu casar, não. Já foi pedindo casamento, talvez porque ela é tão linda, mas... acho que ela não quer. Mas eu sei que a família é a segurança que a gente tem. É o apoio, a estrutura. Também foi muito bom lembrar isso e passar isso para os mais novos, uhum. Tive esse privilégio.

Obrigada por mim, viu?